Então, vamos começar essa entrevista? Eu vou pedir para você repetir o seu nome completo, o local e a data de nascimento.

Minha mãe era dona de casa e costurava para fora também. Uma excelente costureira.
Você era filha única, tinha outros
Dois irmãos. Eu sou a caçula.

Os dois são casados, os dois têm filhos. Eu tenho três filhas. Já sou separada.
E me fala uma coisa, você estava falando assim eh, da origem do sobrenome, né?

Eu acho que eu, porque formava um cacófato muito feio.

E eu menina na escola, o pessoal, sabe criança não perdoa, né? Era um sarro só.

Aí eu chorei muito, pedi para o meu pai trocar o nome, e ele disse que o nome, eu perguntava de onde tinha saído esse nome, né?

Não sei, eu conheço poucas.

Dizem que é parente.

O o sobrenome é meio, acho que Silva. <laughs>
Que ótimo, da Suíça, né? É
<laughs> Tem bastante.

Italiana, meu marido. Esse é o nome do meu marido né. Ah tá. Do meu ex-marido, que eu não tirei. Já devia ter tirado faz tempo, mas eh quando eu eu me separei, as minhas filhas eram pequenas ainda. E eu, como fui muito gozada na escola por causa do meu nome, não queria que as minhas filhas fossem tivessem discriminação, porque na época mãe separada, desquitada, divorciada, não era muito legal.
Era diferente
Então eu deixei. E aí eu fui me acomodando e fui deixando e fui deixando e, e está lá.

Dois irmãos, você menina, como é que você cresceu no Rio de Janeiro? Qual que era o cenário?
Olha, eu morava no Largo do Machado, em cima do cinema Ao lado, pertíssimo do Cine São Luís, que é muito famoso na minha, gente da minha geração sabe muito bem onde é que é, e conheceu. E chamava-se Edifício Rosa. Foi um dos primeiros arranha-céus, edifícios que foram construídos. E era exatamente em frente ao Largo do Machado. Que tinha de um, de um, uma ponta o o ponto final de bonde, na outra ponta tinha o, a Igreja da Glória, não a Igreja da Glória, Nossa Senhora da Glória, não aquela do da Glória. É. E na, de um lado da praça tinha o colégio que eu estudei, que chamava José de Alencar, e na frente do José de Alencar, do outro lado da praça, o edifício. Foi uma infância muito gostosa, porque aqui o, o Largo do Machado é o jardim da minha casa. Era o quintal da minha casa. E brincar de pega-pega, ia andar de bicicleta e, de esconde-esconde, e de casinha, e de Tarzan e Jane. Era tudo que a gente brincava ali, e tinha um Eu tinha duas primas que moravam no mesmo prédio, fora as amigas do prédio que a gente fazia, naquele edifício lá. Eu morava no primeiro andar, uma das primas morava no terceiro e a outra no quarto. E ali era a nossa, eh como se diz, a as Luluzinhas ali do do edifício. E meus irmãos, eu me lembro que a gente conviveu pouco, porque eles estudaram quando, a gente brincava muito quando era pequeno né, eu, segundo a minha mãe conta, quando eu era menina bem pequenininha mesmo, eu queria brincar com eles, eles não queriam brincar comigo. Porque eu era chata, porque eu era garota, porque eu era mimada, porque eu era isso. E eu queria né, até chuteira eu usei para brincar com eles. E era assim, lá vem ela, para tudo. <laughs>
Não deixavam. <laughs>
Para tudo. Mas, ainda assim, a gente teve uma infância legal, que é coisa de irmão mesmo. Porque eu tinha minhas amigas, então não fazia muita questão. Depois eu comecei a estudar. Eu tinha dez anos de idade, comecei a estudar ballet. Aí eu fazia já muitas aulas, já de E eu tinha dez anos. Eu entrei no na escola de bailada do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E fazia aula de manhã cedo e colégio à tarde. Aí com doze, treze anos, até mostrei o programa para você, né? Uhum Treze anos, mais ou menos, eu entrei no Ballet da Juventude. Que era da sede da União Nacional dos Estudantes na Praia do Flamengo. Então, eu entrei, eu era menina. Então, eu já fazia aula de manhã no ballet da da, do teatro, na escola do teatro. E À tarde, eu fazia numa União Nacional dos Estudantes, que era Isso porque eu, na verdade, eu estudei três anos de ballet meio empurrada, né?

Eu queria, mas eu não queria acordar cedo. O meu professor era muito bravo, muito mal-humorado, muito complicado. Eu tinha medo dele. Mas depois que eu ia, eu gostava. E a minha mãe, a teoria da minha mãe era a seguinte. Começou, vai até o fim do ano, pelo menos. No meio do ano, não para. Então eu estudei, eu fui, fiz, fui ah, segundo a minha mãe, ela disse que ela me levou duas vezes para entrar na escola de de dança lá. Porque uma amiga dela falou que era de graça, eu tinha jeito, eu vivia dançando, eu vivia fazendo de borboleta, eu não lembro nada disso, mas enfim. Que eu vivia de borboleta, que meu sonho era ser bailarina, eu não lembro disso. Então ela me levou, não me, não me aceitaram porque eu não tinha idade ainda. Aí quando eu fiz dez anos, a idade era sete. Me levaram, acho que eu devia ter uns cinco, não me lembro. Aí me le, passou todo esse tempo e me levaram quando eu tinha dez anos. Aí eu passei e entrei. Fiz uns uns meses, gostei, depois eu não gostei mais, a aula era cedo, o professor era bravo, eu tinha preguiça, aquela, mas vai

Ela foi a primeira semana comigo, Me ensinou o caminho. Depois ela botava o passe na minha mão e me botava para fora, vai. E nessa época essa, uma das minhas primas entrou comigo também. Mas ela era fanática, ela adorava. Ela passava para me pegar de manhã, vamos, vamos fazer aula. Eu digo, eu hoje não vou, hoje eu estou doente.

que é irmãzinha, mas eles me chamavam de Manzinha.

Manzinha não vai. Vai sim, espera aí. Botava o passe na mão e fora. E lá ia eu. Isso foram quase três anos, porque quando chegava no fim do ano, eu dizia, não quero mais, não vou mais. Começava na época de matrícula, minha mãe me chamava, olha, abriram as matrículas, você vai querer continuar ou vai parar? Porque se começar, vai até o fim do ano. Aí eu gostava né, mas está bom, eu quero. Pensa bem, se começar, não quero, você vai até o fim.

Então, eu comecei em e cinco, e em quarenta e oito, quarenta e nove, eu estava no da Juventude.
Agora, nessa época no Teatro Municipal, qual que era o o método das aulas? Como é que, descreve para
Era assim, era uma aula, era aula três vezes por semana, a minha, né? Uma hora de aula de manhã, às oito e meia da manhã. E

Ele era iugoslavo, eu acho, não me lembro mais. Era um homem muito bonito, né? Mas era muito bravo, muito bravo, né? Eu achava na Que nem era, eu encontrei uma umas colegas da época, mas ele era ótimo, ele não era bravo, para mim, ele era muito bravo. <laughs> E E tinha aula todo dia de eh, essas três vezes por semana de manhã. E o método que eles davam era meio vagando, meio Não sei te dizer que método era. Eu sei que a gente aprendia bem, viu? Então foram três anos com esse professor, que aí ele morreu. Ele era meio esverdeado. Eu acho que de mau humor. Eu não sei se ele tinha, ele era muito bonito. Não sei se alguma coisa de fígado.

Eu sei que ele morreu.

E ela começou a me fazer gostar. Tanto que eu te mostrei a foto né, da aluna número um, que ela botou no jornal sem me avisar. Ela pegou uma foto minha, porque Né, você vê, os que estão do meu lado, um é do Colégio Pedro segundo, o outro é do Colégio Militar. E a minha é da Escola de Dança. <laughs> aluna Aluno número um. Que eram as escolas famosas, Pedro Segundo e Colégio Militar né, de ensino bom. E eu já fiquei toda orgulhosa. Aí comecei a gostar.

Aí eu já fazia aula de manhã, estudava de tarde, fazi e e fa, estudava à tarde. Depois do colégio, eu ia direto para da Juventude e depois eu ia para casa para fazer lição, que tinha que fazer. E meus irmãos entraram no colégio militar. Então a gente nessa fase se viu bem pouco. Saía festinha de carnaval, bailinho no clube militar. Essas coisas tudo de adolescente na minha época eu fiz com muito gosto. Todos os bailes de piscina. Eu fui nadadora do Fluminense também, <coughs> do clube lá da, de Laranjeiras. Era nadadora, então tinha, todo domingo tinha festinha de baile na piscina, com um disco, aquele disco de setenta e Baile na piscina, que era uma delícia, uma delícia. E a gente dançava. Depois tinha festa de carnaval que, era assim. Aí eu já entrei na escola, na escola de de bailado. São oito anos para se formar. Eu, com dezesseis anos, eu já passei para o Corpo de Baile. Então eu já virei profissional com dezesseis anos. Eu não cheguei a terminar os oito anos e já era profissional. Mas antes de entrar na no corpo do, Corpo de Baile do Rio de Janeiro, eu de menininha participava muito de óperas. Então eu dancei os negrinhos de Aida, que bate os coquinhos, eu dancei, eu fazia copaçaria, não sei como é que chama a copaçaria, sabe o que é copaçaria? Essas pessoas que fazem número em cena. Sei. De criança, vem dez crianças, aí a gente chegava lá e dizia, ó você corre, ajoelha e sai, a gente entrava, corria, ajoelhava e saía. Aí você corre e fica olhando com a mãozinha para cima, a gente fazia isso, isso tinha cachê, a gente ganhava cachê. E eu estava na escola de de de dança lá. E assistia as óperas com isso.

Tinha uma cabinezinha que ficava em cima do palco, que radiava as óperas. E era um único microfone pendurado lá de cima, no meio do palco. E o rapaz que que controlava lá o som, a gente já estava na cabine dele para ver lá de cima, então a gente via de cima as Então, já desde menininha que, então a gente viu muita, eu vi muita coisa, muita coisa lá de cima. Eu vi companhias de dança que vinham, desde menina que eu vejo, né? Que eu era da escola, a gente ficava o camarim era lá em cima do palco, E quando tinha ensaio dessas companhias que vinham, a gente ficava olhando lá de cima. Então ficava como é que ela amarrava o sapato, como é que ela vestia aquela roupa, âh o cabelo, como é que ela amarrava. E a gente queria fazer tudo igual, né? aquelas roupas que transpassava assim, a gente comprava a blusa e transpassava assim, né? E Mas tinha uniforme na escola, podia usar qualquer coisa. Tinha uniforme que tinha que usar, né?
Como que era o uniforme?
Era meia rosa e tunicazinha preta com o o nome da escola. E como a a nossa sala da escola ficava num anexo, o camarim era no teatro, mas a escola era um prédio anexo. E a gente atravessava a rua e subia. Então para atravessar a rua tinha uma capinha. Então tinha. Cada ano tinha uma novidade. Era uma toquinha para o cabelo não sei o que lá. Aí era uma rede para o cabelo não sair. A touca era horrível. Você botava uma touca até aqui, amarrada aqui embaixo. Ai, gente, mais horrível. Até a história do do do coque com a rendinha, demorou, viu? Aí tinha uma capa. Já nos últimos anos já não era capa de de tipo Era uma capinha com botãozinho. A primeira era branca, depois a outra era azul. Aí eu passei para o corpo de baile. Corpo de baile eu comecei a fazer aula todo dia. Aí vinha a história, né? Tinha espetáculo à noite. Aí eu passei a estudar à noite. Para terminar o o ginasial à noite. dezesseis anos, né? Aí tinha espetáculo, eu não ia. Tinha prova à noite, eu não ia porque tinha o espetáculo. Aí resolvi parar, né? Quer dizer, resolvi, meu pai ficou horrorizado. Aí eu vim para o, eu tinha acho que Que eu saí de lá, foi um crítico de dança que foi na minha casa, com a ficha de inscrição, falar com meus pais. Eu já tinha dançado bastante solo, já tinha feito bastante coisa, e tinha críticas bastante boas, e ele era um dos, das pessoas que sempre fazia crítica muito boa para mim. Ah Levou a ficha de inscrição para falar com meus pais, que eles deviam me incentivar a vir para São Paulo, que ia ser uma companhia... Muito boa, muito importante, um coreógrafo muito bom e que eu devia vir. Aí meu pai ficou meio, né? Ele disse, olha, ela vai largar um um lugar, porque eu era funcionária pública já, né?

Vai largar um lugar seguro, para ir para um lugar completamente assim, onde é que está a segurança dela, onde é que estão as coisas lá. Aí ele falou, não, ela é funcionária, pede licença, lá é prefeitura também, faz um acordo de prefeitura com prefeitura, e ela não perde o lugar dela, porque lá é para os festejos só do Aí isso foi feito, foi pedido, mas aí eu tinha que vir se a minha mãe viesse junto. Uma menina de família, não sai de casa sozinha, dezoito anos, hein? Aí eu fui morar na casa de um tio, de um primo dele, que eu chamava de tio, mas não era tio, que tinha duas filhas também né, que era na Lapa. Aí eu vim morar em São Paulo e achei um horror essa cidade, um horror, que cidade horrorosa, coisa horrível. Ninguém falava com ninguém na rua, não podia usar calça comprida, tinha que usar meia de, aquela meia que tinha risquinho atrás, com salto alto, de luvinha, coisa horrível. E a gente queria comer fora, menina não entrava sozinha no restaurante. Então, eu comia, às vezes, Salada Paulista, ali na, que tinha na na Ipiranga, ali, não é? Avenida Ipiranga. É. Aham. Tinha ali, porque a gente tomava. Da Praça da República, ali. A gente tomava o ônibus quatro estações para ir para a Florêncio de Abreu. Então, ali era meio de caminho, tinha hora de almoço.
A Florêncio era onde vocês ensaiavam.
Onde a gente tinha um estúdio maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso
Deixa eu retomar só uma coisa de que eu fiquei curiosa. Eh com, entre esses dezesseis e dezoito anos seus né, você já estava que você queria ser profissional?
Aí já, aí já estava, aí já Porque depois que o, que o, que o, de três anos que eu entrei da Juventude, eu comecei a gostar muito. Aí eu queria fazer só o dia inteiro, o dia inteiro.

Quantos passeios eu perdi, quantos churrasco e viagens e coisas de colegas da, que não eram do faziam. Eu não podia ir porque tinha ensaio, porque tinha aula, porque tinha espetáculo. E aí eu gostei muito, aí eu já queria ser, tanto que depois que eu entrei no no, que eu voltei, eu resolvi que eu ia viajar. Porque na época tinha aqueles discos de setenta e oito rotações, que era né, e tinha o selo vermelho que eram os discos importados, que eram mais caros. E eu disse que eu queria pelo menos ir buscar o meu selo vermelho. porque se você tivesse estudado fora, as pessoas te viam diferente, né Quando terminou o centenário, eu voltei para o Rio, e do Rio eu fui para Nova Iorque.
Mas tinha assim alguma bailarina que te inspirava, que você
Tinha, tinha uma bailarina a assim brasileira, tinha, tinha, eu gostava muito da Beatriz Consuelo, era muito linda, E eu sempre via ela dançar. E Berta Rosanova, que não tinha um físico bonito, mas era uma excelente bailarina.

E tinha a garra da Tatiana Alesso, que eu invejei, invejava aquela força, aquela coisa que ela tinha. Então

Tinha uma que a gente viu, que era a Nora Kay, que também era uma bailarina que não era bonita, mas ela era uma grande atriz, com uma técnica muito invejável, né? E uma que era muito linda, difícil, que se ouviu falar pouco dela, chamava-se Mary Ellen Moylan. Era uma bailarina americana também, muito bonita. E tinha aqueles filmes que a gente via né, da Moira Shearer, que era o Sapatinho Vermelho, Coach de Hoffman né, aquelas coisas que a gente via muito no cinema né, na época. E os musicais todos né, que a gente tinha Vera Ellen, aquelas que a gente, não perdia um musical. Então, eu gostava muito. para Sete Irmãos, que tem uma coreografia

Maravilhoso.

Mas eu eu era mais eh, eh, Jeremie Robbins, né?

Então, eu via todos esses

Então eh, Sérgio Lifar, que vinha com a companhia. Então, eu acho que hoje o pessoal que faz dança clássica está muito prejudicado.
Não tem acesso.

Tem vídeo né, que a gente agora não tinha na época, e tem a facilidade de você ver grandes Mas não é o mesmo que você ver ao vivo e a cores ali, com a orquestra tocando, sabe? É muito muito gostoso, muito lindo. Então, esse esse privilégio, aliás, eu já estava comentando, essa semana ainda, com uma aluna minha né, gente, eu, eu estou paga, estou no lucro. Porque realmente não tenho que me queixar de coisíssima nenhuma, nada. Nada. Mesmo o meu casamento, que foi desfeito depois de vinte anos, os vinte anos foram ótimos, entendeu, foi De repente não deu mais Sou muito amiga dele hoje, inclusive da atual mulher dele também, me dou muito bem com ela, gente fina. <laughs> Minhas filhas educadas, crescidas, eh minha casa, minha profissão, Vivo né, com ela, não vivo dela já só, mas vivi durante um tempo da minha profissão. Hoje é porque diminuí bem o ritmo de aula, dou dou bem menos aula. Mas muito muito a minha carreira foi muito curta, porque eu entrei em sessenta e, em

Então foram dez, é muito curta. Muito curta
Mas com muitas vivências.
Mas uma coisa assim indescritível. Foi uma felicidade assim. Então as pessoas que se queixam da profissão, esse lado eu não vi. Eu acho que eu só vi o, só conheci o lado bom mesmo. Sempre fui muito bem recebida em todos os lugares que eu dancei. Pelos colegas, pelos professores, pelos coreógrafos, pelo público, pela crítica. Não é que eu nunca tive crítica ruim, já tive crítica ruim né <laughs> Não sou também aquela coisa que não erra nunca em, não teve crítica ruim, tive crítica Tem, até no meu álbum tem crítica ruim mesmo. Mas, contudo, eu tive na na na na Dinamarca, eu dancei rodeio, que é americano, bem típica típico americano. Fiz uma cowgirl. E a crítica foi, assim, uma coisa. E fizeram um jantar em minha homenagem. Eu era bailarina e atriz. E eu sentei lá sem graça, falar aqui.

Eu não estudei arte dramática. Onde é que se, sabe, e fiquei meio, mas foi foi lindo, tudo isso foi muito bonito.

A gente era meio meio criançola. com dezoito anos, a gente era muito criança mesmo, né Muito carinho, muita o, muito respeito.

Muita gente se queixa muito dela, né? Mas eu não tenho queixa nenhuma dela, né Ela era muito rígida?

Ela era rígida. Ela era muito agressiva. E, ah no tempo que as pessoas ficavam meio humilhadas, né? Aquela coisa
Da época A gente ouve falar muito grandes professoras.
Então era assim, você tinha que ser forte. Então, eles pisoteavam mesmo. quer, vai ter que pastar, né? Aguenta. Aguenta <laughs> esse lado também eu não conheci. Pessoas eu, eh eh, as pessoas me trataram muito bem Eu acho que se tivesse feito esse tipo de de de teste comigo, eu ia sair. Eu não tinha esse, essa, porque eu lembro de uma colega minha que dizia assim, quanto mais querem que eu quebre a perna, Melhor eu danço. Se falarem isso para mim, eu sou capaz de quebrar a perna. <laughs> Deus me livre.
Vamos voltar à sua chegada aqui em São Paulo né, que você detestou a
Cidade era horrível. A cidade era péssima. Eu morava, achava longe demais. E todo fim de semana, nos primeiros anos, eu ia para o Pegava o pássaro marrom, que era o ônibus. Eu e minha mãe íamos para o Rio. Ou então a gente ia de trem.

Ficou aqui. Deixou meu pai e meus irmãos lá. Porque meu pai foi em posição. Se você for, a sua mãe vai junto. Tem que ir Aí ela, de vez em quando ela ficava um tempinho no Rio Mas ficou do tempo aqui.
E ela te acompanhava no seu cotidiano?

Não, eu ia sozinha, né? Era só para constar que eu chegava cedo em casa e que não fazia nada errado. Eu não tinha nem tempo de fazer nada errado. Chegava em casa exausta, morta, morta. Parecia que tinha passado um trator em cima do meu corpo e um um rolo compressor em cima do meu pé. Tanta dor que dava tudo. E tinha mais ainda assim, a gente tinha um horário, eram dois horários né, de manhã e à tarde. Tinha hora de almoço, que às vezes eu ia almoçar em casa e às vezes não. E quando eu ia almoçar em casa, a gente pegava um eu

E a gente usava aquela frasqueirinha quadradinha, que era um inferno. Você passava e a frasqueira ficava. <laughs> puxando E todo mundo pisoteando o seu pé. Você já tinha tirado aquele sapato de ponta que o pé já estava amassado. pisando, era para ir e para voltar. Sacrifício. Aí a gente acabava resolvendo ficar por lá, que era uma beleza, porque a gente ria muito. A gente sentava naquela sala de espera, ali tinha um barzinho E a gente ria a gente foi muito companheira mesmo, muito colega Mas aí, aos poucos, eu fui gostando. Aí fui diminuindo a ida para o Rio, já não ia mais para o Rio, já ficava mais calma aqui, já tinha feito amizade com o pessoal aqui. Eu estranhei muito, porque eu tinha saído de uma companhia profissional, com bailarinos muito bons, dançando né, e aqui eram todos estudantes ainda. O adiantamento não era profissional ainda, era tudo meio amador. Então eu estranhei um pouco no começo, falei, isso não vai dar certo. Eu pensava, isso não vai dar certo, esse pessoal é muito fraco. Mas eu não dizia nada, eu olhava, pensava, agora já estou aqui, agora. Vai até o fim. até o fim, a minha mãe já dizia isso, começou, vai até o fim.

Então, ele fez as coreografias de acordo com as pessoas, ele tirou o máximo das pessoas. Então isso foi bonito ver também o progresso do Nós trabalhávamos muito, né, era Foram dois anos de ensaio. Eu chegava em casa moída. Todo mundo chegava em casa acabado, né. Mas chegava no domingo a gente ficava agoniada porque não tinha ensaio. O que que vai fazer no domingo? Sábado e domingo era horrível. Então o, aí eu gosto muito de São Paulo, né. Acabei me apaixonando por São Paulo também. Cada vez que eu vou para o Rio eu fico uma semana lá, já quero mudar para lá outra vez <laughs> ah, eu vou voltar, vou voltar, eu tenho um irmão que mora lá ainda né, tenho primos, tenho parentes lá, mas eu vou pouco porque eu, esse negócio de ficar dando aula e trabalhando ainda eh, para ir de avião todo fim de semana não dá. É. Né, e para ir de ônibus eu não vou mais
A longa viagem.
A longa viagem. E eu sempre só posso ir, eu tenho que ir sexta, depois da minha aula, e voltar domingo, porque tem aula de manhã, segunda-feira. Sexta-feira eu dou aula até às sete e meia da noite. Então, como é. Não vale a pena. Bate e volta. Chega lá eh, sábado e volta domingo. Então, não está valendo muito a pena. Mas de vez em quando eu vou visitar meu irmão. Às vezes meus sobrinhos também estão lá. Eu tenho dois sobrinhos que moram em, um mora em Recife, outro mora em, em Porto Alegre. Então, então fica uma mistura de sotaques. <laughs> Que é o nortista, que é o tchê, sou eu que agora já sou paulista, né? E meu irmão que é carioca. Então fica muito engraçado. A conversa fica muito engraçada, né? <laughs> Tem uma prima muito querida também que mora lá. Mas eu vejo pouco, eu Telefono bastante, mas já não vou tanto ao Rio. Já estou paulista, como setenta, oitenta. E o estranho agora, o chiado dos cariocas. <laughs> Muito engraçado.
Vai mudando, né? E a E como é que foi o o seu teste de seleção? Ou seja, você já veio com essa indicação do crítico, né? É. Que ele te levou a ficha, tudo. Foi acordado lá entre seus pais que você viria. É E teve essa possibilidade do, de ser dispensada, mas continuar prestando serviço, né? Mas como é que foi o seu teste mesmo?
Meu teste foi assim. Eu escolhi uma variação que foi prelúdio de que não tem nada de brilhante, de impacto, né? É uma suave, muito, que eu gosto muito até hoje. Gostei muito de dançar e gosto de ver hoje ainda. Aí teve essa audição que foi a a coreografia escolhida, aí teve uma improvisação, aí teve uma aula. Foram três dias. E assisti o a algumas audições de outras colegas lá, algum, no dia que eu fiz. E foi tranquilo. Quando terminou a audição, ele me chamou e disse que tinha gostado muito de mim, que eu era muito talentosa e que ele me daria o contrato de solista, para começar. E eu fiquei felicíssima, porque eu eu no Rio era. Embora eu fizesse muitos solos, O meu cargo era de corpo de baile. E aqui eu já seria solista.

Aí tudo bem, eu achei bom. E E antes de estrear, eu já tinha sido promovida primeira bailarina. E quando eu voltei para o Rio, eu já voltei como primeira bailarina.
Bailarina, foi tranquilo
Então eu já dei Dois passos acima, né? Porque Aqui é uma companhia que era praticamente amadora, eu já era primeira bailarina.

Aí eu fiquei, de terminou cinquenta e cinco, né, eu fiquei
que a gente vai perguntar sobre isso, né? E como é que era o cotidiano dos ensaios aqui?
Nossa, a aula todos os dias, uma aula puxadíssima de manhã.
Quem que dava?

A maior parte das vezes.

Puxadíssima né, pesada, inclusive, né E um ensaio muito exaustivo também, porque era aquele famoso outra vez, outra vez, outra vez, a perna já estava que, já estava estourando, ele dizia, está bem cansada? Estou, então outra vez. <laughs> E teve um um um, um ballet que eu dançava, que eram as Quatro Estações, Porque eu me lembro que era muito cansativo.

Eu ficava muito. Eu tinha cãibra nas pernas e nos pés. Muito cansativo. Dançava muitos minutos seguidos, né? E eu ficava cheia de placas no rosto, no corpo. Placas vermelhas, de esforço. E eu olhava no espelho e gente, está muito, estou muito. Teve um dia que a placa não sumiu. Aí eu já tinha esfriado, já tinha passado, já tinha descansado e as placas continuaram. Essas placas eram rubéola. Eu estranhei muito, mas está indo embora. Todo dia eu ficava manchada de suor, de de calor, de esforço. Ficava cheia de placa vermelha no corpo, no rosto. Mas esfriava, passava. E esse dia não passou. Aí eu fui expulsa. Vai para casa, desaparece, não vem mais aqui até sarar tudo isso. Imagina se eu passo rubéola para, para a companhia inteira, né? <laughs> E aí foi um inferno, porque aí eu não podia, porque rubéola você não sente nada. não sente absolutamente nada, nada, nada, nada. Em vez de ficar em casa, de castigo E querendo que passasse rápido para poder voltar né, mas não adianta, tem aquele tempo. Uhum. Você tem que esperar. Aí eu telefonava para as pessoas, para saber, as pessoas me telefonavam para contar. Mas esse era bem puxado. E tinha algumas que eu gostava muito de dançar, o Baile da Inocência e Indiscrições, que era a de Branco. Esse baile eu gostei muito de dançar. E eu fui muito feliz também no, foi muito bom, muito bom. Foi, assim um, um aprendizado e tanto.

Para o Balé do, para mim, o que trouxe foi o seguinte, quando ele fazia, porque a gente dan, no Rio, quando a gente dançava, ou quando eu era pequena, Eles montava a coreografia, ou remontava a coreografia, e não te falava absolutamente nada o que você estava fazendo. O porquê daquilo lá? A gente Porque para mim era assim eh, para eu dançar gostoso, eu tinha que estar dizendo contando alguma história. Então, quando as pessoas falavam de, as coreografias que eu conhecia dele, eu não gostava, porque era muita técnica Era como eu via ele, né. Não é assim. Ele tem o Filho Pródigo, que é maravilhoso. Ele tem algumas coreografias que não são só técnicas, né. Mas as coreografias que eu conhecia dele eram só muita técnica e muito difícil. Eu gostava mesmo do, que tinha histórias contando.

Todos tinham. Eu, então eu inventava a minha história. Então, o Milos, quando veio, ele botava música para a gente ouvir. Ele contava qual era a ideia dele. Ele contava se aquela já tinha sido feito por alguém, qual teria sido a concepção daquele coreógrafo, qual é a dele com respeito a essa música e a, o trabalho que ele queria fazer. E então tinha história para contar e tinha respeito. de explicar para o bailarino o que que ele vai fazer, né, então. E a parte teatral também né, que mandarim maravilhoso, aquelas coisas de fortes. E foi um trabalho muito de grupo também, que a eu, a gente sentia como como bailarino clássico Que era tudo muito individual né, tudo muito eu tenho que estar legal, eu que faço, eu sou a primeira bailarina, eu sou a estrela. Então esse negócio também me incomodava muito. Eu sei que tem a hierarquia, gosto da hierarquia, respeito a hierarquia, mas tem horas que você fala, sozinha. Uma primeira bailarina na frente sem o corpo de baile é bem diferente. Não é nada <laughs> nada.
Eu estava falando do cotidiano dos ensaios, o que que o Milos trouxe. Isso. Né e. Eh ele
Ele ele trouxe âh, tudo o que eu falei né, aquela respeito, aquela seriedade, aquele trabalho de de de interpretação, de coreografias diferentes, que não eram clássicas, puras. O balé clássico puro que ele fez aqui foi Vale da Inocência.
A mais clássico, né?
O mais clássico dele, mais assim, reconhecido. Se bem que todos eram clássicos, porque ah o, a Descrições era clássico, a Quatro Estações era clássico, mas tinha outra, outro caminho, a maneira como ele fazia as coreografias também, né? Eu lembro que ele queria que fizesse em Quatro Estações um passinho impossível. que é possível, mas eu arriscar fazer em cena, <laughs> Ficou louco, acho que ele nunca fez isso daí para saber a dificuldade que é. Nas pontas, eu até tentei uns quatro, não vai dar, não. Aí ele mudou. Ele respeitava, ele dizia, olha, eu quero que faça assim, vê se é possível. E às vezes ele assim, muito difícil, mas é possível. Então isso fica. E aquele passinho lá, eu falei vai, ele viu a dificuldade né, nem ensaiando muito, aquilo ia me dar uma certa segurança em cena. então não precisa, então tira.
E essa parte que ele dava a liberdade do do do bailarino criar também dessas improvisações, como é que era isso?
Eu sei como ele fez comigo, não sei como ele fez com com os outros bailarinos lá, né. Eh Para mim era estranho, porque para mim era, lá era tudo mastigado, é aquilo que você tem que fazer porque a coreografia é assim e assado. Teve coreografias montadas também né, mas já eram feitas para o outro, a companhia que ele remontou aqui. Então ela tinha que ser aquilo. E o Milos estava buscando ainda o que que as pessoas podiam fazer, o que que as pessoas. Isso foi comigo, não sei como é que foi com a, com as outras bailarinas, porque eram, nós éramos quatro, primeira bailarina, né. Comigo foi assim, ele mostrava a coisa, pedia, via se era possível, se dava para fazer. Às vezes a gente dizia, está muito difícil, mas isso é possível, então faz. E foi tudo possível, nada que ele fez foi impossível. <laughs> né Então ele contribuiu não só com os bailarinos, como todos nós que passamos pela mão dele, temos assim uma lembrança muito boa né, mas com o público também né, que que que viu coisas diferentes, que viu Olha, eu não sei nem como te descrever o negócio, porque eu sei que quando eu estava no, eu contei para a diretora, numa das viagens, que a gente estava de avião, eu sentei do lado dela. A estrutura que tinha o, e isso acabou? Esse é o meu sonho. Como vocês conseguiram isso e não deram continuidade? Falei, não sei te explicar, acabou. Vocês tinham tudo ali num lugar só? Porque tinha sapateiro, peruqueiro, costureiras, camarim, sala de aula, sala de ensaio. Tinha tudo.
Lá no prédio da Florêncio de
de Abreu. Então, se ia provar roupa lá no lado do, se ia provar roupa, voltava para o ensaio. A bota que eu fazia, estava lá o o o Navarro fazendo. A máscara que eu ia usar, estava lá fazendo. Então, era tudo muito Foi uma estrutura muito. Bem feita, né. Bem feita, muito bem organizada.

O ano passando, passando, passando. E a estreia não vinha. Né o o O Teatro Municipal, que a reforma nunca acabava. Como é que foi ficando o clima assim com vocês?
Como é que vocês foram. Foi ficando angustiante mesmo, né? E a gente chegou eu Eu cheguei a achar que não ia dar, não ia ter. Não tinha teatro. E ele fez um negócio muito grande, era muita gente.
Era para o municipal?
Era para o municipal, não cabia em qualquer teatro. Aí ele resolveu, a gente foi para o Rio primeiro, né?
Sim, a estreia foi no Rio mesmo.
A gente teve o Pacaembu, que foi um uma transformação. Daqueles, você olhou, quando a gente entrou, que loucura, vai dançar aqui, como pode? De repente, a gente voltou lá, tinha um teatro montado, inacreditável o que ele fez.
Descreve o que que aconteceu.
Olha, eh era um teatro. Viu o estádio de de de de, de basquete, sei lá o que que era aquilo lá? com cortina, com pano, com poltrona, com carpete, com palco, com tudo. E era um palco grande. Olha, foi um, um, foi bonito lá também. Eu tenho muita pena. Ninguém dizia que era um ginásio de esportes.

Como funcionou o ingresso, o lugar, isso eu não sei. Eu sei que eh eu dancei num teatro. Era um teatro aquilo lá. Foi impressionante a transformação. E foi lá que a gente fez um ensaio de luz que durou a madrugada inteira. Ele mandou a gente vestir as roupas e ficar de pé no palco para ele ver a iluminação. Cinco horas da manhã a gente estava lá ainda. Aquilo foi maldade, Aquilo foi pura Você não podia sentar porque não podia sujar a roupa. Não podia amassar a roupa. E tinha que falar, anda para cá, anda para lá. Fazer a marcação toda. E aí tem uma hora que fala, gente, isso está isso daqui. A gente não aguentava mais. Os pais desesperados porque os filhos não chegava em casa, saíram para o ensaio, chega cinco horas da manhã e não estar em casa ainda.

Aquilo foi um massacre. Mas ninguém reclamou.

Pergunte se alguém reclamou alguma coisa. A gente ficou cansada. Mas não tinha rebelião.

A gente está aqui desde as seis horas da tarde. São cinco horas da manhã e a gente está aqui Ninguém reclamou nada. Eu nem lembro o que que a gente comeu. Se a gente comeu, nem lembro mais. A gente bebia água. Porque lá não tinha nada para para comer. Não, nem me lembro o que que a gente comeu. comeu mesmo, ficou lá de pé mesmo.

Vocês dançaram três ou quatro
Ele fez um ballet especial para lá, que foi Ilha Eterna. Ilha Eterna. Ilha Eterna, que foi lindo. Eu fazia Diana. E depois teve outros que eu, sabe É verdade, eu não lembro mais quais eram os outros. Nem me lembro mais. Eu sei, eu me lembro de Ilha Eterna, que era um, ele fez um umas estátuas gregas no fundo, né? E a gente ficava toda pintada de branco, com peruca de gesso branca. E os camponeses dançavam na frente e a gente ficava atrás. Os deuses lá, né? E Eu era a última a sair.

Ficava até com cãibra, formigando. Imagina você sair para dançar com aquilo Eu era a última a dançar. Acho que foi bonito. Eu saía dura. Eu me sentia a estátua quebrando para dançar. Porque eu ficava imóvel. A gente nem piscava. Tanto que quando a primeira começou a mexer, que eu acho que foi Edith, não sei quem foi a primeira a sair, o público fez ah, porque eles achavam que era cenário mesmo. Então, quando a primeira começou a mexer, foi um Oh, do público. Aí depois eles sabiam que as outras vinham, mas eu era a última, dura, segurando aquele aquela, aquela arquinho <laughs> arquinho da Diana, com a flechinha. Dava cãibra de ficar parada, o pé formigava. Mas foi um balé bonito, bem bem bonito. Só dançou também no no Pacaembu. Pacaembu. É Nossa, a mais maravilhosa possível. Muito bem recebido, aplauso, bravo, surpresa para nós também, né? Ficou até assustada com o sucesso. No Rio também era assim, aquelas Pelo aplauso, o teatro apinhado, cheio de gente, fila do lado de fora para comprar ingresso. O negócio. Acho que você viu, você já leu alguma crítica Todas. Então As críticas foram muito boas. Muito boas. Muito boas. De crítica escrita e de público. Foi um negócio assim, a gente se sentiu muito importante, sabe?

Gratificado, porque foi um trabalho duro viu, a gente até merecia esse esse sucesso todo, porque foi um trabalho bem bem duro, é que já faz bastante tempo as coisas vão, por isso que eu acho o trabalho de vocês muito importante viu, porque cada um vai lembrar um pedacinho, vai juntar as pecinhas e vai, você vai ver o negócio realmente como foi. Como um todo né. Porque eu já, muita coisa eu já esqueci mesmo, já já, já diluiu mesmo Só aquela lembrança da da do trabalho que fica, né, porque foi muito marcante né, o do, o dia a dia. Mas o resto vai vai diluindo mesmo, são muitos anos. Então a coisa vai Eu sei uma temporada que eu gostei muito, que foi no Teatro Santana. A gente também dançou muito, todas as coreografias ali. O teatro era muito lindinho, muito, muito. Até hoje não entendo porque derrubaram aquele teatro. É aquela coisa de memória, entendeu? Que é botar o prédio ali, tira aquela porcaria de teatro velho dali.
Está atrapalhando.
Atrapalhando, tira da frente. Mas foi uma temporada muito gostosa aquela lá.
A temporada do Teatro Santana, o Milo já tinha ido embora.
Tinha ido embora

Mas foi muito boa aquela temporada.
O o Milos não renovou o contrato? O que que você acha
Eu, na verdade, eu não sei o que que houve. Ele ficou desgostoso com alguma coisa que aconteceu. Eu acho que foi interrupção mesmo, porque ele viu que ia acontecer, que não ia dar continuidade.
Eu realmente não sei o que que. Mas vocês foram se despedir dele, acompanhá-lo em Santos, né?
Fomos.
É, é uma curiosidade minha até, assim, eh como que ele estava? Como que ele via a saída dele? Ele chegou a falar, conversar com
Não, eh a saída dele, ele vi, ele ele sentiu que ele, a obrigação, a missão dele tinha sido cumprida. Eu sei que a gente tinha contrato para dançar em Nova York, para dançar na Argentina, e ele acho que deve ter ficado muito magoado com tudo isso também. Então, como era para os festejos centenário, ele fez. Não quiseram dar continuidade, não tenho mais o que fazer. Então, eu fiz o que tinha que ser feito e fui embora. A gente achou até que ele ia voltar, viu? Mas não deu retorno, não. Não voltou, não. Aí a liderada assumiu durante um tempo. Aí eu voltei para o Rio.
Aí você também achou que era o momento de voltar? Era disponibilidade estava
Já tinha, já estava acabando a companhia, já já, já Já tinha mesmo acabado. Aí eu voltei para o Rio. Então foi, eu acho que ele foi assim se sentindo com missão cumprida. Meu papel foi feito e daqui para frente não, não querem mais mesmo. Então ele foi embora. Mas ele foi bem, ele estava bem. Não tinha nada. Ele era bastante vaidoso também. todo mundo lá. a gente Ele viu todo mundo lá se despedindo, bajulando ele, aquela coisa, sabe Ele foi bem, ele foi Acho que ele foi bem. Não consigo lembrar se ele falou. Para mim, não falou nada, não. Ele só disse que ia embora, que a missão dele estava cumprida. Aquele grupo foi se despedir dele lá. Foi muito bom.
Agora, falando mais assim da personalidade dele né, como ele chegou aqui no Brasil, ele, como ele se comunicava com vocês? Como é que
Ele falava italiano né, e contava os bailes todos em francês. Isso foi muito engraçado, né, porque. Depois do primeiro mês, estava todo mundo contando a música. Em francês. Até oito todo mundo sabia. <laughs> E lembro de, que foi o primeiro baile que ele montou. E era rápido né, a música era todo mundo contando em francês, alto ainda né, para para, entrar a música, eu achei muito engraçado o pessoal aprendeu a contar a música em francês só, e ele falava italiano com a gente e a gente entendia, a gente se entendia muito bem porque a Delara também era italiana, né Então tinha ela que era italiana, ele era húngaro, mas falava italiano, e falava francês também.

Eu era estrangeira também, porque eu era carioca. <laughs> Tinha o sotaque. Tinha sotaque. E e a gente se comunicava. Pensando bem agora, era engraçado, viu? Porque era italiano mesmo que ele falava com a gente.
E ele se fazia entender. que ele ficava nervoso?
Nervoso ele ficava muito.

Qualquer coisinha ele ficava nervoso. Muito ele sentava de cócoras, ele não sentava na cadeira assim como a gente, ele botava os dois pés em cima da cadeira e sentava de cócoras em cima da cadeira, e era muito esquisito e fumando aquele da boca, quando ele ficava bravo até espumava, <laughs> mas ele era, eh eu não sei, eu vi ele ficar bravo, bravo mesmo acho que eu vi umas duas vezes Uma vez a roupa que ele achou que a costureira fez mal ele brigou, nem entendia o que ele falava, brigou, brigou, brigou, pegou a roupa e, rasgou, a menina assim e ele pegou a roupa e rasgou, o tecido importado. <laughs> Que era o que tinha na época né? Era, tudo importado, aquela costureira que tinha vindo também de da Itália, né, ele rasga uma roupa dessa assim, na maior Mas ninguém falava ah. A gente só se olhava assim pelo canto do olho. O negócio está bravo. E uma vez que eu também não sei por que que a tal história do cinzeiro. Cinzeiro. Eu não sei o que foi que ele viu ali, que ele atacou o cinzeiro. Pesado, era um cinzeiro de ferro. Ele jogou lá, eu me lembro, não eh, eu vi que naquela reunião que a gente teve, alguém contou diferente, mas na minha cabeça foi assim. Quando a gente viu que o cinzeiro vinha vindo, a gente abriu o espaço assim, <laughs> o cinzeiro passou e a gente fechou outra vez a, a linha. Não pegou em ninguém, mas ele jogou para pegar <coughs> Se a gente não é esperto Foi as duas vezes que eu vi ele bravo. Ele era muito simpático comigo, muito Ele me falou uma vez um negócio que, me chamou na sala dele. Eu lembro assim, a gente não, faltar ensaio, não ocorria ninguém. Só se estivesse morto. Ou proibido de ir, como foi o caso da rubéola lá que eu tive. Meu pai ficou doente e a minha mãe foi para lá. Aí ligou. Papai está muito mal, é bom você vir.

Eu não peguei a malinha e saída. Eu fui falar com ele. Eu falei, olha, eu recebi um telefonema que meu pai não está bem. E eu preciso ir para o Rio. E ele falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Seu pai não deve estar tão mal. Não sei de onde ele tirou que meu pai não estava mal. Não deve estar tão mal. E se for mais grave, eles vão te avisar. Quer dizer, se ele morrer, né? Porque já, grave já tinham me dito que estava. Pergunta se eu fui.

Quer dizer, era de um, uma dedicação louca né. Se meu pai morre, eu mato ele. Então era era tudo muito, ele me chamou na sala. Ele falou, olha, Você tem um talento muito especial. Você tem uma dádiva. Deus te deu esse talento. E você, por isso, tem um compromisso com ele. Você não pode parar de dançar. Você não pode recusar uma dádiva de Deus. Então, você continue dançando sempre, não pare, porque você tem que retribuir. Não é, aí Ele deu e você não vai fazer nada com isso? Isso, quando eu parei de dançar, me deu uma culpa. Falei, gente, será que está, que eu parei muito cedo? Parei com vinte e quatro anos. Parei bem no no auge mesmo, né? Será que eu vou ser castigada? Será que o Papai do Céu vai ficar bravo comigo? Porque eu vou parar. Pesou, viu?

Ele falou muito sério. <laughs> Ai meu Tinha que ter falado isso para mim, podia ter ficado com ele isso, né? Quando eu parei, eu, cheguei a ficar com medo. Falei, ai acho que eu vou ser castigada. Uma responsabilidade, uma responsabilidade. Está muito cedo para eu parar de dançar ainda. Eu, eu acho que eu vou ser castigada. Fiquei com medo. Não fui castigada, felizmente. <laughs> Acho que o papai do céu entendeu. Mas ele me botou um um peso mesmo, um compromisso eh, só com Deus, né? Então eu fiquei meio assustadinha. Mas ele era malandro mesmo, ele sabia pegar as coisas, viu. Então é isso.
E da experiência sua aqui no eh, em São Paulo, que você leva para o Rio, que que você acha que você, como é que você chega no Rio?
Eu amadureci muito né, com com, com o trabalho aqui. Eu cheguei no Rio, mas eu fiquei pouco. Eu cheguei no Rio eu fiquei pouco.

Eh, foi, eu fiz a temporada do e depois eu viajei. Fiquei pouco tempo.
Você já foi para os Estados Unidos?
Já fui para os Estados Unidos. Fiquei, eu acho que nem um ano. teve férias, teve aquela coisa que o a companhia parava, e eu fui para os Estados Unidos. Eu fui para ficar quatro meses, de três a quatro meses, com o dinheiro contado. Aula, hotel, comida que. Para fazer um curso lá. Fazer um curso. Mas três dias depois me chamaram para fazer uma audição, me convidaram para fazer uma audição.
Já fazendo as aulas
Paguei as aulas, né? Porque para para você fazer aula na época, você tinha que pagar no mínimo de dez aulas em cada academia. Aí eu fui para saber qual academia que eu queria ficar. Paguei as dez aulas em quatro academias que eu fui.

E ele falava português um pouquinho. Aí quando, mulher, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim fazer aula. Ele disse, que bom, porque eu acho que estão precisando de bailarino aqui. Eu falei, ah, tudo bem. Aí fui fazer aula, fiz as aulas que Professora, aquela que me botou no meio que. Aham. Que me me recebeu muito bem, era uma russa.

Ela disse na primeira aula que eu fiz. E eu acho que ela falou com a diretora, e a diretora me convidou para fazer.

Aí eu fiz aquela audição, fiz um pedacinho de Pássaro Azul, que eu já tinha dançado no Rio muitas vezes. Ela interrompeu, aí puxou o papel enorme dentro da bolsa e falou, você assina aqui. Eu falei, eu não assino nada, não sei o que está escrito aí. Eu mal falava inglês. Aí foi aquela transação toda. Ela telefonava de manhã, e de tarde e à noite. Não vai assinar o contrato? Eu tinha que esperar a resposta Do meu noivo. Você já estava noiva. quatro meses, eh eu vou ficar um ano. Do meu pai e do teatro. Meu noivo respondeu, parabéns, assine o contrato. Meu pai respondeu, parabéns, assine o contrato. E o teatro eu estou esperando até hoje. Nem tchum. Não responderam. Falei ah, o teatro eu não vou esperar, não. Aí assinei o contrato. Era um contrato Normal, né? E Aliás, quem leu o contrato até para mim na época que estava lá era a Ela disse, depois de assinar o contrato padrão, todo mundo é igual para todo mundo. Você vai ganhar tanto, contrato de um ano, e você começa a partir de agora. Como primeira bailarina? Não, como Solista. Quando eu falei que não queria assinar, ela falou, mas é solista, <laughs> não é corpo de baile. Eu falei, eu sei, meu coração batia na boca pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, que eu queria assinar. Imagine como solista daquela companhia que era a minha paixão. Ai, meu Deus, eu preciso assinar esse contrato, mas eu estou com medo, eu não sei como é que eu faço.

Está assim de gente querendo esse contrato Você não vai assinar, eu vou, você fala para ela que eu vou assinar. Mas ela tem que esperar um pouco, e não tinha internet, entendeu? Eu não tinha dinheiro para pagar telefonema, tinha que ser telegrama, carta. Mas eu acabei ligando, né? Não vou aguentar. E telegrama para cá, telegrama para lá, telegrama para cá, pronto. Aí acabei assinando. E ela foi assim, muito querida. Bom, assinei o contrato e ela me agradecia, né? O contrato era assim, cem dólares por semana. Hoje você fala, nossa, que merreca. Eu achei que eu estava milionária. Ai, fiquei rica, cem dólares, meu Deus. Então era quatrocentos dólares por mês, né? Aí saí gastando, comprei maquiagem, comprei sapato, tirei foto. Saí, já estava rica. Aí na hora de pagar o hotel, porque você acertava semanalmente. Não tinha dinheiro para o hotel. Porque quando chegou o primeiro salário, dos cem dólares semanais, trinta era imposto. Aí é que eu vi, mas que imposto é esse? É um que você tem que pagar. Aí o, ela me viu caminhando no, na sala.

Ela disse, por que que você não está feliz? É porque o dinheiro que a senhora está me não dá para pagar o hotel, eu não sabia que tinha que pagar. Eu não sei nem que língua que eu falei, viu? Porque eu não falava inglês. Naquela época eu não falava inglês. Eu sei e ela me entendeu e falou, não, então nós vamos fazer o seguinte, deixa que esse imposto nós pagamos para você.
Ah, que ótimo.
Então eu recebi os cem dólares limpos.

Aí, aí começou a dar legal. Aí a gente trabalhava muita hora extra, então vinha o envelope vinha gordo de dólar, porque eh o salário era pequeno, mas o e hora extra que você fazia, aquilo e sabia que ganhava hora extra, entendeu? Porque eu, eu no Rio de Janeiro, e mesmo aqui a gente trabalhava, fiquei de seis horas até cinco da manhã e não ganhei nada extra. No Rio de Janeiro você ficava também horas e eu não ganhei nada. sabia que pagava extra por alguma coisa. Aí, quando eu vi aquele envelope, eu falei, eu acho que está errado aí, vocês me aumentaram o salário. Não, não, não, você não fez hora extra? Falei, não sei, fiz? <laughs> Fez tantas horas extras e é tanto que você recebe. Então, foi aquela surpresa de hora extra, que o salário ficou enorme. Eu ganhava muito bem lá.
Na sua passagem aqui em São Paulo, no Balé do Quarto Centenário, teve assim alguma coisa que você levou, aproveitou lá nos Estados Unidos?
Não, eu aproveitei a minha técnica que melhorou muito né, porque eu dancei muitos balés diferentes, muitos balés bons, tecnicamente difíceis. Então eu, minha técnica melhorou, a minha compreensão da dança melhorou também.

como solista, como ah, artista, como interpretação, como âh, tinha uma outra coisa muito engraçada no Milos, <laughs> que a gente era magro né, e bailarino, menina, não tinha nada né. E ele dizia assim, mas tem que ser mulher. E mandou botar enchimento em todas as roupas para a gente ficar com fartos. <laughs> É, com um peitinho de mulher, né?

Aquilo foi uma humilhação horrorosa que a gente sentiu. Coisa horrível, tem que botar enchimento na roupa para a gente dançar. Mas ficou bonitinha Vestiu melhor mesmo a roupinha né. Isso foi uma das coisas que eu achei chato quando ele fez né. Mas assim. E a organização que também tinha aqui, né? As suas roupas na hora, pronta, limpa, arrumada. Isso lá no também foi uma coisa que me impressionou muito, também, a organização lá. Porque a gente viaja muito, né? Lá era era mais viagem do que, eu parava em Nova Iorque no máximo uma semana. a gente estava dan dançando pela, pelos Estados Unidos ou pela Europa, né? Que era o que o Milos pretendia fazer aqui também, levar a gente para. A companhia que circulasse mesmo, se apresentasse né, nas turnês. Agora, ele tinha uma certa razão. Ele não entenda por que que não vão continuar, porque os gastos maiores já forem, foram feitos. Os direitos autorais estão pagos. As roupas estão feitas. Os cenários estão prontos. O que tinha que gastar, já gastou. Agora é o retorno. E na hora de ter o retorno, vocês não querem? Na hora que é só para receber agora, vocês interrompem? Não era bem assim, porque você viajar com aquela companhia, você falou para o Rio, duzentas caixas para o Rio? Imagina você fazer uma viagem para a Argentina, para os Estados Unidos, que que de caro ia ser, né Mas ele teria um retorno, eu acho, sim. Acho que teria, começaria agora a se pagar. Dizem que começaram a roubar muito né, não sei o que que aconteceu. Uma coisa. <laughs> Eh, alguma coisa errada deu ali. Mas então eu levei, minha técnica melhorou muito, minha interpretação melhorou muito, minha compreensão da dança melhorou muito também. Então isso tudo contribuiu para o meu sucesso no exterior também.

Sabe aquela coisa que você gosta e que você faz bem para caramba?
Não. Você sabe que isso foi uma das perguntas que, quando eu fui fazer a minha audição para o American Ballet Theatre, a professora, antes de entrar, ela perguntou, o que é que você quer que eu dê? Porque ela queria que eu passasse, né? Aham. Aí, na minha cabeça, passou rápido.

Aí eu fiz qualquer coisa. Me desdobrei sem querer, entendeu? Como que eles podem dar qualquer coisa que eu, que eu faço? Não era bem assim. Porque eu acho que eu não tinha uma coisa que eu gostasse de fazer. Eu gostava de dançar. Era o o tudo junto. Se fazer trinta e dois, eu não queria fazer. Eu não achava graça em fazer só Eu gostava do dançar, do junto, do ligar uma coisa com a outra, do interpretar ah, o que aquilo, aqueles passos estavam me dizendo, que eu poderia dizer para as pessoas.

Não tem um passo que eu dissesse que eu se fosse um balê que eu estivesse contando alguma coisa, eu gostava de fazer. Um alegro, se fosse um balê que eu estivesse dançando junto, eu gostava de fazer. Agora, tem alguns balês que eu gostava mais ou menos de dançar, né, porque Ou porque dizia pouco, ou porque as combinações de passos não não estavam muito de acordo comigo. Mas Em geral, eh não tinha um passo. Um balê que eu gostasse, esse eu posso te dizer. Qual. Eu Eu falei que era o prelúdio, que eu gostava muito. Gostei muito de dançar o Jardão Lila, de Altura e Tudo. Então, são balês que marcaram muito a minha carreira. Então, são balês que eu gostava mais, outros menos. Mas, em geral, eu gostava de todos, porque quando eu entrava para fazer, eu entrava para valer.
Tem fotos lindas, tem o pássaro azul.
É, então. Quando eu entrava para fazer. A fada açucarada. É. Então, essas coisas eu gostava. Então, para mim, era o, o todo. Quando era só técnica, aquela coisa, eu, eu já não gostava muito. Eu lembro que, na minha época, as bailarinas se engalfinhavam para dançar cisne negro. Porque tinha trinta e dois, porque tinha, porque tinha aquela coisa dificílima. Eu queria fazer o segundo ato. que é o Cisne Branco. Aquele padedê lindo. Agora, eu gosto de ver Cisne Negro. E Na época, eu achava que era só técnica, porque só tinha, a gente só dançava o segundo ato ou só o padedê de Cisne Negro. Então, na minha época, que ela se engalfinhava para dançar aquilo, era só o padedê de técnica. Era o virtuosismo que eles queriam mostrar. E eu não era isso que eu queria mostrar. Se fosse o balé inteiro. Uhum. Né, os quatro atos, aí eu encarava o cisne negro. Mas só para fazer aquele padelê, para mim, era solto uma técnica que era bonita para eu ver, mas eu não tinha vontade de fazer, não. Então, o cisne negro estava. Se fosse para dançar os quatro atos, aí sim. Tinha um significado aquela técnica toda.

Com aquela coisa romântica, lírica, né? Por uma coisa forte, provocativa, né? Agora, quando você dança ele sozinho, eles nem interpretam, né? Porque não tem o o o bruxo, porque não tem o cenário, porque não tem. Então fica técnica pela técnica Mas, se fosse para dançar os quatro, eu até encarava <laughs> um cisne negro.

Eu queria voltar um pouco ainda. Fica à vontade.
Nossa, eu era carioca. <laughs> Né. Então, dançar com a no Rio foi, assim, a glória. E eu acho que também para os cariocas, o fato de eu estar dançando lá também foi muito, muito. Eu lembro que eu estava dançando as quatro estações lá no Rio, o teatro estava apinhado, e eu estava sendo aplaudida, eu tinha para fazer. Não era trinta e dois, eram só vinte e quatro, e eu estava sendo aplaudida já no meio do. E eu pensei, gente, como eu estou ótima hoje. Sabe quando você sente que está, está no eixo? As coisas estão saindo, está ótimo. Mas eu pensei pouco tempo. Não acabei de pensar, eu estava no chão.

Meu Deus. Puf! <sighs> E saí dali, e saí dali. Levantar dali. Bom, o teatro veio abaixo de aplauso, né? Tipo, tipo, me dando força. Foi um acidente, você está Sabe aquela coisa? Mas não tem conserto. Você cai e cai, né? Não tem conserto. as pessoas lembram? Isso eu falo para minhas alunas hoje. Olha, a terminação de um passo, quando você está fazendo, executando um passo, ou uma sequência, o final da sequência é muito importante. Porque é o que registra. É o que fica. Para o público, o que é que fica? Como você terminou. Você faz uma avaliação maravilhosa. E ajoelha e põe a mão no chão. o público sai comentando? Que pena. Você viu? Ela caiu. Botou a mão no chão. O rapaz faz aquela avaliação maravilhosa. joelho. Na hora que ele ajoelha, ele bota a mão no chão. O que que fica?

Você fez uma avaliação dificílima. Terminou, deu uma tu titubeada, deu Passinho a mais. Bom, a crítica comentou que o, aquilo que aconteceu foi um acidente, que eu estava ótima, que aquilo que eu não devia me preocupar.

O corpo de baile dançando em volta de mim, eu fazendo <laughs> Quando eles me viram no chão, eu até lembro da da da, da coreografia que eles faziam, os E a minha mãe, que estava na plateia, quase morre. Nossa No dia seguinte, era o mesmo espetáculo né, que tinha o mesmo balê, ela não se, não entrou para ver, ela Eu estou perguntando, ela já caiu? Ela já caiu. Falei, mãe, eu não vou cair todos os dias, não faz parte da coreografia. Para de ficar me agorando aí. Ela já caiu? Ela já caiu. Isso que os, que os colegas vinham me contar. Sua mãe está lá no corredor perguntando se você já caiu <laughs> ou se vai cair hoje outra vez. Eu falei, não, não vou cair outra Isso foi um acidente, acontece. Mas nunca mais, nunca mais eu me achei maravilhosa em cena. Não dá para pensar. Sabe o que aconteceu, né? Coisa da
Eu me desconcentrei. É.
Eu me desconcentrei. No momento que eu comecei a pensar que eu estava ótima, eu desconcentrei. Aí passou rasteira, né? Isso tudo eu passo para minhas alunas. Não se desconcentra. Fica, deixa sair até o final.
Porque tem um grau de dificuldade se você, você manter a técnica, a emoção do papel e conter a emoção que o público. Exatamente. Está te dando como resposta.
Então é assim. Isso é verdade. Eu desconcentrei. Não é que eu estava me achando maravilhosa. Eu estava contente que eu estava no eixo, naquele passo. Porque eu digo para minhas alunas também, olha, não dá para dançar preocupada o tempo inteiro com Vocês têm que curtir o que estão fazendo. Se você não dança curtindo, então não dança. Vai fazer outra coisa. Então, tem aquelas coisas que você, que eu lembro quando eu dançava que tinham sinal de alerta. Luzinha amarela. Cuidado que vem aquele passinho lá que é mais difícil. Aquele que você, nos ensaios, às vezes, não sai. Então, acende a luzinha, alerta, pisca, pisca, amarelinho e o vermelho. Quando vem o vermelho, a tensão é total.

Mas o público não pode perceber.
Então, acho que é interessante registrar né, essa coisa assim de você acabou não ficando hospedada no hotel lá no Rio.
Quando nós fomos para o Rio eh, eu, como era do Rio né, eu fui para a casa dos meus pais. E a companhia toda foi para o hotel. E isso é hoje aquela mágoa que eu tenho de não ter ficado com o meu grupo, porque era agora o meu grupo. Não era mais o os cariocas, agora eram eles. E ah, eu vejo às vezes eles comentando entre eles as coisas que aconteciam no hotel, das brincadeiras, das farras, das saídas, e eu fico triste de não ter estado lá com eles naquele hotel. Foi uma pena mesmo, uma pena.
Dessa época do Rio, uma das críticas que eu li, assim que mais falou bem, foi do Bolero.

Era muito Eu não sei o que o Bolero tinha de especial. Ele conseguiu fazer de uma maneira que ia não crescendo, porque a música começa com poucos instrumentos. Aham. E vão sendo acrescentados instrumentos e o negócio vai ele Fez assim. Ele começou com dois bailarinos, depois aumentou para Quatro bailarinos. Depois, tipo progressão geométrica, ele foi aumentando, aumentando. Então, de acordo com os instrumentos que iam entrando na música, ele ia iluminando uma faixa do palco, aquilo ia tendo um acréscimo, e Gente, não tem bolero de Ravel mais bonito. Não existe, eu Eu desafio. É uma pena a gente não ter filme, viu?

Mas realmente a gente vê os., os eu até vi no depoimento da Vera, ela falando que fica uma, um redondo.

É. Que é muito famoso, muito conhecido. Eu, quando vi, eu não me atrevi a falar mal do Bejar. Maurice Bejar, que eu vou dizer que eu não gosto. Mas eu só dizia assim, ai, que pena <laughs> que não é o Porque era muito lindo. Muito lindo, muito E ele repetiu muitos movimentos de acordo com a música, que também repete o mesmo Repetitiva, né? Né? É Mas só tem aquele acréscimo de volume que vai crescendo. E ele fez isso com os bailarinos, junto com os instrumentos que iam entrando, porque ele lia a partitura, ele entendia de Então ele fez exatamente, conforme entrando os instrumentos, ele foi colocando os bailarinos. E vem num crescendo tão grande que realmente Foi o top, foi o máximo, Da da, da criação dele, na minha opinião. Ele teve o maravilhoso, que foi muito bonito, e teve o esses bailes brasileiros que ele fez, eu tinha minhas dúvidas, porque ele não conhecia mesmo, então ficava tudo meio. Esquisito. Esquisito, né, meio caricato, meio meio esquisito mesmo. Mas Mandarim Maravilhoso, Bolero foi assim para mim, também foi o top, foi Bolero mesmo. Porque o Béjart também repete os movimentos, mas é um bailarino dançando. Um, o tempo inteiro. E o resto em volta daquele tablado ali. Então, não é, na na minha opinião. Eu tenho saudade e tenho pena de quem não viu.

Gente, na vontade. E

Eu caso já lá mesmo, né?
Já nos Estados Unidos? É Ai, que lindo.
Eu casei na Venezuela. Porque eu estava noiva e fui fazer essa viagem. E dessa viagem de quatro meses, eu acabei ficando um ano. E como eu tinha ido para voltar em quatro meses, eu levei passagem de ida e volta. Então, como eu deixei meu noivo aqui, e ele queria muito trabalhar no no, fora do Brasil também, E eu mandei a minha passagem para ele ir para Caracas. Minha passagem de volta eu passei para ele. Aí ele foi para Caracas. Foi trabalhar como arquiteto, porque ele é arquiteto. E de lá ele me telefonou e, que era para eu ir casar. Casar com ele, que ele estava com saudades, que era para casar. meu contrato de um ano. Isso tinha sido o quê? Quatro meses depois. Eu não ia casar porque eu ia interromper o meu contrato. E como ele mesmo tinha me dado força para assinar esse contrato, e era o meu primeiro contrato, eu não queria queimar, interromper o contrato. Eu tinha que ficar até terminar esse contrato. Não faz mal, você vem, a gente casa, depois você volta. Fica um uma semana né, quanto tempo der de licença lá, aí você volta e termina seu contrato. Então eu casei nesse meio tempo. E eu fiquei realmente uma semana em lua de mel e voltei para cumprir o contrato. Aí quando terminou esse contrato, eu voltei para Caracas e fiquei, nesses três anos nos Estados Unidos, eu fiquei quase um ano na Venezuela. Aí passou o balê de Cuba. Ah. Aí passou o balê de Cuba E ela disse, como você não dança? O que que está acontecendo? Esse talento não pode ficar perdido. Falei, não, não posso, porque eu casei, porque meu marido. Onde está seu marido que eu vou lá falar com ele?

Alice Alonso falou isso para você?
E ela foi na minha casa com o Fernando Alonso, que era o marido dela, diretor da
Que lindo!
Dizer que ele não podia fazer isso Ele disse, mas eu não estou fazendo nada com ela. Ela que resolveu.

Ela disse, nós estamos precisando de arquitetos, engenheiros, bailarinos, e preferência para sul-americano. Se você quiser, nós temos emprego para você de arquiteto lá. Ele disse, não. Ela pode ir se ela quiser, mas eu fico aqui. Aí eu olhei, tem certeza que eu posso ir? Você que sabe. E eu fui. Aí entrei no balê de Cuba. Mas nesse translado de Caracas, que eu ia encontrar com a companhia no Rio, enquanto eu voava, meu pai morreu. Ah. Ele teve um infarto no, fulminante e morreu. Aí, quando eu cheguei no aeroporto, Meu pai não estava, muito estranho, porque meu pai, até quando eu ia na padaria, ele esperava na janela para fazer tchau. E ele queria muito que eu voltasse a dançar, ele ficou com muita pena que eu parei, aquelas coisas, e E morreu, e aí eu não quis continuar dançando. Eu falei, ah eu não quero mais. Aí ela, a Alice Alonso me chamou e disse, olha, tem uma cláusula no seu contrato que você tem que pagar uma multa, mas nós não vamos cobrar nada, se você quiser parar Você para e a gente para por aqui. Mas eu acho que seu pai vai ficar mais triste se você parar. E depois, se você parar, seu pai não vai voltar. Então você, ela foi uma mãe para mim. foi realmente assim os dois. Mas ela, muito, muito. Mas você está livre para decidir o que você quiser. E E eles iam para a Argentina. Aí eu chorei muito, pensei muito, pensei muito, falei realmente. Ele estava tão feliz que eu voltava a dançar, né? E Tinha recorte meu no bolso, que eu estava voltando a dançar, que encontraram Ele caiu, morreu na rua mesmo, andando.

E então eu cheguei do aeroporto direto para o cemitério. Muito, muito ruim mesmo. Aí eu resolvi continuar, mas eu já não dancei igual. Eu estava muito triste. Quando eu entrei no balê de Cuba, a Lúcia viu que eu tinha voltado a dançar. Mandou uma carta dizendo queria que eu voltasse e que dessa vez eu seria a primeira bailarina. E que eu dançaria tais e tais, e tais papéis e que era para eu voltar. Aí Eu interrompi o contrato com o balê E eu fui fui para Nova York para ver. Então foi assim que eu voltei a ser primeira bailarina. Mas eu já estava dançando meio infeliz, né? Porque a impressão que eu tinha é que eu já dançava só para ele, né? Mas não era. Só que na minha cabeça, é que eu tive uma tia que me disse uma frase, tipo aquela do Milos, né? Muito infeliz, né? Ai, você matou o seu pai de tanta

Não foi uma frase infeliz? <laughs> Quer dizer, eu matei meu pai ainda. Quer dizer, podia ter coisa para carregar pior do que isso? Então, foi outra frase que ficou na minha cabeça muito tempo. Fiquei, fiquei meio mal mesmo. Meu pai era muito querido mesmo, ele era muito, então foi, essa frase foi meio difícil de superar. Aí eu já estava casada. Com essa, a gente foi para a União Soviética. Dancei na Rússia na época, era a União Soviética.

Teve um espetáculo especial para ele lá, convidado.

Eu só não consegui dançar rodeio. Na Rússia, porque eh, foi uma exigência do consulado. Ah. Que balê, que era americano, tinha que ser dançado por americano. Aí ela propôs que eu me naturalizasse americana para poder dançar rodeio lá. Eu falei, ah, não. Pois o meu grande orgulho é eu ser brasileira e estar dançando rodeio. Virar americana, qual é a graça? Aí foi uma americana só para dançar rodeio. Que era um balê que eu gostava muito de dançar, mas lá na na Rússia não deu. Mas foi, olha, de tudo, de tudo, eu só tenho boas lembranças mesmo. No frigir dos ovos. Aham. Mesmo com aquele tombo fe fenomenal no Rio, <laughs> foi tudo muito bom. Mas uma das, uma coisa que marcou mesmo muito a minha carreira foi o balê do Quarto Centenário mesmo. Porque eu saí de corpo de baile bem cruazinha ainda, né? Para ser solista, e o pessoal todo da companhia me achando a bailarina né, porque eram todos bem estudantes, bem alunos, e eu já era profissional, que nem o Ismael que chegou, que era o Ismael, que era o profissional Raul Severo, entendeu? Eu era uma estrangeira também, chegando do Rio para cá. Mas eh, marcou muito e eh, a carreira muito curta no América, mas foi também Muito boa.

E eu dancei também, dei a Comecei a dar aula também lá em Caracas. Porque agora eu sou professora. Eu dei aula na da Cidade durante dez anos seguidos para profissionais. Dei algumas poucas aulas no Cisne Negro. Dei aula no Rio de Janeiro, no Corpo de Baile. Dei aula para a Escola do Rio de Janeiro. Fui diretora da Escola de Bailados aqui. E dei aulas em Campinas durante muito tempo, onde lá eu remontei Lago do Cines do Fiz algumas, muitas coreografias para Campinas.

Achei muito difícil ter um grupo aqui. Então eu não consegui nada de patrocínio de ninguém, não consegui nada de nada. Então trabalhamos quatro anos de graça, eu e as meninas, as bailarinas. Fizemos alguns espetáculos no interior de São Paulo, mas eu não consegui levar. Aí terminei o grupo. Mas foi também um período muito feliz.

Mas foi muito, foi muito bom Só que eu achei que não estava justo nem comigo, nem com as meninas. Porque a gente acabava pagando para dançar. A gente fazia viagem para Piracicaba. Cada um pega seu carro, gasta sua gasolina, paga seu almoço, paga sua comida, paga sua sapatilha e volta sem ganhar nada? Porque todo o dinheiro que entrava de bilheteria era para o iluminador. Então eu não ganhei um tostão, um nada e nem as meninas. E tecido para fazer as roupas a gente ganhava, porque tinha uma uma das bailarinas que o o pai tinha uma, uma loja de tecido, então ele eles davam o tecido. A confecção era da mãe de uma das bailarinas também, que confeccionava as roupas de graça. Ninguém ganhou nada. Muita experiência.
Experiência.
<laughs> de experiência.

E você como professora? Porque eu sempre ouvi falar que você era uma super professora, né?
Eu gosto muito de dar aula. Gosto muito, muito de dar aula. E eu cheguei a dar, a a virar professora assim, já que eu não danço mais, tudo que eu aprendi, eu tenho que passar para alguém. Passar. Uhum. Para a pessoa. Não é para guardar para mim e ficar dizendo, ai, quando eu dançava, ai, sabe Passar essa experiência. E isso me fez virar boa professora, porque eu faço com amor, eu faço dando mesmo. Então eu não tenho recalque nenhum, entendeu, não quero judiar de aluno nenhum, eu quero que eles aprendam calmamente, eu dou o tempo para as pessoas pensarem, sou exigente porque eu quero que aprenda né, eu quero que aprenda bem. Então, eu acho que eu sou mesmo uma boa professora. Eu faço com muito amor e não sou da de massacrar o aluno, de humilhar o aluno, de, eu acho que o aluno tem que ter um tempo. Porque quando eu tive, eu tive uma escola muito grande, chamada Baile e Teatro.

Nós éramos três sócias. E para fazer a eh, essa escola eu fiz um curso de psicodrama pedagógico, eu fiz alguns trabalhos com, de pedagogia, de de ensino mesmo. E lá que eu aprendi, a gente tem que dar um tempo para as pessoas pensarem. Não dá para se deixar a pessoa, vai, vai, faz, faz. Espera, e a minha cabeça entendeu. Agora eu tenho que passar para o meu corpo para ele entender. E aí eu posso executar. Isso tem um tempo. Então a gente fez esse tipo de trabalho. Aí tinha meninas que a gente dava aula de prézinho. Nós chamamos uma psicóloga para dar orientação. Ela chegou e disse, olha, eu não tenho que orientar nada. Vocês estão fazendo perfeito para a criança. Está ótimo. É isso aí mesmo. Mas a escola também durou quatro anos. Porque também não ganhamos nada. <laughs> É muito difícil, né? Porque a gente fez assim. Eu quis dar, eu e as minhas sócias né, aula de dança clássica. E a gente montou, com essa escola, um ateliê de artes plásticas e um curso de teatro de interpretação para criança. Isso tudo incluído na mensalidade. Mas não era todo mundo que gostava. As mães, ah, mas isso escola. Ah, mas isso não sei o quê Aí, aí você fica, gente, nós estamos dando pérola para quem não quer, né? É. dizer Mas aí não ganhamos nada. Nem eu, nem minha A gente tirava um daquele que não pagava nem a a, a moça que trabalhava em casa. Porque era só para constar. E trabalhamos muito, muito. Eu fazia toda a programação, eu fazia os os, o tema do espetáculo.

Direto, fazendo programação, cada três meses mudava. Foi muito boa. As mães que puseram as criança na escola, até hoje elas me agradecem. que pena que não continuou. E as meninas que fizeram também, mesmo as que não viraram profissionais, também têm lembranças, eh maravilhosas. Porque o espetáculo do, do, porque eu queria a participação dos alunos, né. Ah O espetáculo que a gente fez o primeiro, nós fizemos Reinações de Narizinho. Então nós, peguei o pedaço de que ela ia para o fundo do mar.
Do reino
O reino encantado.

Tipo Boda de Aurora, sabe? E E do livro de Monteiro Lobato, que as meninas leram. Uhum. Com a professora de de de, do ateliê lá, nós fomos puxando personagens a mais que que o Monteiro Lobato não pôs. O tufo de raio de sol. Tinha um tufo de raio de sol. Eh O fundo do mar, o que que tem no fundo do mar? Ela ia puxando, a professora ia puxando. De lá iam saindo personagens. Então tinha sardinha, tinha eh, polvo, tinha tudo que já, então ali eram grupos de de de de, de turmas que saíam dali.

os adereços todos, sabe? Aí, no outro ano, nós fizemos o impressionismo. Então fomos ao Museu de Arte Moderna, que foi fechado só para nós, as alunas que foram. O Fábio Magalhães. Uhum. Deu as aulas ali para as meninas, que que, que que era o impressionismo, porque como é que era, como é que que, sabe, foi um negócio muito lindo, muito lindo. Quando foi na no primeiro espetáculo, que foi a a, a Emília, que engole a pílula, né, falante lá, eu mandei acelerar o o disco, que a música ficou toda acelerada, e ela dançava naquela música, E o, Narizinho dançava padedê com o príncipe lá. Aí primeiro tinha sardinhas que limpavam o salão. Foi muito bonito. E dos impressionismos eu fiz dois atos. Que esse do do, do Narizinho, eu fiz, o primeiro ato era o teatro. Era falado.

E o segundo ato era quando ela vai do reino E do impressionismo, a gente, nós fizemos alguns, eh todos os impressionistas. E no segundo ato era, que foi que se dedicou mais, retratar os bailarinos. Foi muito, muito bonito. Aí acabou a escola. Porque eu tive uma mãe que veio para mim e falou assim, olha, eu vou tirar minha filha da escola. Eram três filhas.

Elas não gostaram do espetáculo? Adoraram. E a senhora, não gostou do espetáculo? Amei. Mas tu vai tirar as meninas da escola?

Ah, porque a senhora está tolindo a criatividade das minhas filhas. a senhora queria o quê? Não, elas tinha que fazer eh, criar alguma coisa. Falei, a senhora bota cento e cinquenta crianças dançando e vê se é possível que elas criem uma coreografia ou improvisem uma coreografia. Tem entrada, saída, tem meninas que dançam de um lado, meninas que dançam de outro,

Não, mas eu vou tirar. Falei bom, então E com ela saíram as primas, as amigas. Mas foi difícil manter aquela escola também, porque era boa demais. E não era cara. Enfim, mas foi uma experiência boa.
Muito positiva.
Mas eu acabei parando também. Eu falei, olha gente, eu estou, estou fora.

como jurada, levando seus

Não, nunca levei meus alunos, porque eu acho que, eu não gosto de concorrência, entendeu? Você não pode julgar, não pode julgar aluno, se é mais adiantado. Mas um melhor que o outro. Um tem uma coisa, outro tem outra. Um dança bem isso, outro dança bem aquilo. Eu era contra.

Então eu fui jurada mais de uma vez lá em Joinville, mas eu ficava com muita pena dos alunos, né? Porque a professora às vezes escolhia mal a coreografia que fazia a menina lá. A menina não tem culpa, eh eh, a professora dava uma coisa muito difícil, que ela não conseguia fazer, então ela ia mal. Sim. Se ela escolhesse uma coisa mais adequada, a menina talvez fosse boa. Então a nota é ruim, porque a menina estava ruim. Aí eu só anotava, a culpa não é da menina, a professora escolheu mal. O repertório. Repertório, né. E aí, eu Eu era contra, então eu não sei. Hoje está na moda né, festival, tem muito festival, eu faço até juradas bastante de alguns festivais, não gosto muito, porque a às vezes a menina é muito boa, tem muita técnica, então levanta as perna lá em cima, vira pirueta que nem louca, mas para mim não, Não é dançar isso. Aí vai. Fazer pirueta não é saber dançar. Aí vai. Levantar as pernas não é saber dan, não é saber dançar. Então, eu acho que os professores não estão ensinando a dançar. Técnica tem que ter para você ter liberdade de fazer su, de dançar, você tem que ter técnica. Eu sempre dou o exemplo de um Né, se o cara não souber saltar do trampolim direitinho, aquelas palhaçadas que ele faz, ele se mata lá embaixo.

Então ele tem que ter a técnica, ele tem que saber como é que ele cai lá dentro e que horas que ele vai cair lá dentro. Senão ele se mata, ele é que nem cair no asfalto, se você não souber cair. Então técnica você tem que ter para você ter liberdade dos seus movimentos e de sua, da sua interpretação. Se você não tem técnica, fica tudo truncado. Então eu, eu era meio contra, eu nunca levei aluno meu, não. Até teria para levar, mas não levei. Hoje até me arrependo, porque eu acho que teria sido um incentivo talvez para as meninas que talvez não comigo. Os pais gostam, né? O pior disso é que os pais gostam da competição. E ficam bravos quando não são classificados. Eu vi coisas em Joinville que você não acredita. Não, coisas excelentes, como tem muita gente boa, mas gente boa não passa, não cabe todo mundo. Sim. Tem um limite, né? E E pai bota advogado, e a professora grita, agride o o jurado, agride o professor, fica aquele ambiente o, um negócio, porque os pais ficam alucinados com os filhos que não, não são classificados. Esse é o lado ruim.

Eu sempre digo, olha, entrou, é para ganhar ou perder. E se perder, fica quieto, porque perdeu. não é sempre vai ganhar. E tem sempre alguém melhor que você. Pode ter sempre alguém melhor que você. tem que saber o seu lugar também, ver. Porque tem isso, as pessoas veem que a medida é melhor, mas não aceitam.

Tem, tem bairrismo, tem aquela coisa de competição, de ganhar.
Os festivais de dança têm muito isso
Tem, muito. E eu não achava saudável, eu não achava bom. Então eu nunca botei minhas meninas Então, eu fui do conselho de Joinville, né? Uhum. E E a gente instituiu algumas coisas Porque você botava a o a sua opinião, a sua nota, e depois o porquê que você deu aquela nota. E as pessoas ficavam, às vezes, sem saber também qual o critério que foi usado para dar aquela nota. E nem sempre você pode botar muito, porque você, a variação clássica tem nem um minuto, às vezes. Você baixou a cabeça, quando levantou já acabou. <laughs> Então, você anota pouco para não perder o que está acontecendo lá. Então, a gente na, na nossa gestão, nós fizemos que o jurado, no dia seguinte ao espetáculo, vai conversar com os participantes e explicar o que que não estava bom, o que que pode melhorar, porque foi aquela nota, porque que aconteceu aquilo. Então, é melhor. Porque o professor sai sabendo o que é que ele precisa melhorar.
Com certeza.
Porque só dizer está ruim?

Mas onde que eu posso melhorar, o que foi? Onde foi que eu errei? Então isso foi uma das coisas que a gente instituiu lá, que foi muito bom. Dá muito trabalho para o jurado né, porque agora eles trabalham na hora e depois vão para o hotel, acabar de escrever o relatório e no dia seguinte levantam a cena para falar com os grupos. Melhorou para para para, para os Mas eu percebi também que muito grupo nem vai.
Conversar.
Se sente injustiçado e não vai, então Mas tem uns que vão e, porque vai o Brasil inteiro, né. E o Norte e o Nordeste é muito carente de informação. Então, é muito bom o jurado falar e explicar né, o o que, o que que não foi bem, o porquê que foi aquela nota. Acho que isso foi um grande avanço mesmo lá, para Joinville. Eu, como professora, também sou realizada, também sou feliz. Então, aquilo que eu falei, eu já estou no lucro. <laughs>
Tem mais alguma pergunta?
Olha, eh última vez que eu dancei foi no aniversário do American Ballet Theatre. Foi em sessenta e um Tem programa lá, mas acho que foi em sessenta e um, ou

E a minha primeira filha nasceu em de, em novembro de Aí a segunda nasceu em abril de sessenta e três. E a minha terceira filha nasceu em julho de Todas estudaram balê. A mais velha, foi que era a mais caxias de todas, a mais dedicada, Chegou a dançar bem, bem bonitinha. Eu tinha uma amiga que dizia assim, olha, se você não se cuidar, sua filha vai ser melhor do que você era. Eu falei, tomara. Mas ela não quis ser bailarina. Eu falei, oi filha, se você quiser, eu dava aula na época na maioria das cidades, eu falei, eu consigo falar, não vou te botar lá dentro, tem que fazer audição para entrar. Tem o Cisne Negro, que eu conheço também a diretora, a Uda. Tem o o Baile da Cidade, que eu conheço o diretor, ele deu aula lá. Tem algumas companhias que eu posso te preparar. Não gosto de nenhuma delas, O repertório ela não gostava. Ela chegou a dar aula também. A a a caçulinha falou para mim, falou assim, mãe, fala a verdade, eu não tenho jeito, né? Eu falei, jeito você tem, agora trabalhar para suar você não quer <laughs> Então, ela gostava de dançar, mas fazer aula, aquele, aquele trabalho, ela não queria fazer. E a do meio foi, era das três a que dizia nos trabalhos de colégio, queria ser bailarina, queria ser bailarina. Mas acabou também, ela é hoje trapezista de circo.

E mora na França, em Tem duas filhinhas, eu tenho duas netinhas francesas. A mais velha, ela se formou em Ciências Sociais. E hoje ela trabalha com marketing. Hoje ela não está trabalhando porque ela parou, ela teve um filho que ficou, que morreu de câncer. Ai. Então ela parou de trabalhar para cuidar do menino. Hoje tem quatro anos que ele morreu. E ela está voltando a trabalhar agora com marketing, né. E A caçula é formada em psicologia. mas trabalha com terapia corporal. É muito boa no que ela faz. Todas as, todas três são muito boas no que fazem. Coruja, mas <laughs> consciente.
Como que elas chamam?

Então, as três estão se formaram. Ela fez, a caçula, psicologia na A mais velha fez letras da Usp, a do meio, que é a trapezista, e a mais velha fez ciência social na Puc.

O Alexandre foi o que faleceu, foi o

Quer dizer, o pai é malabarista francês e ele faz monociclo e a caçulinha vai no ombro dele com a mãozinha lá em cima, se achando. Lá em cima, <laughs> a pequenininha, a mais velha está fazendo, aprendendo a fazer trapézio também agora. Tem uma foto no no blog dela, mandou uma foto. <laughs> E, A a caçula é solteira. Mora Não mora comigo, mora sozinha, mora no Pacaembu, eu moro no Morumbi. o pai delas era arquiteto, é arquiteto, casado hoje com uma psicóloga e a gente está muito bem
Então, a última pergunta, né? Depois, assim, você você já deve ter dado milhares de entrevistas né, sobre o Balé do Quarto Centenário, essa trajetória toda, mas, assim, olhando como um todo, né? O que a gente passou aqui à tarde, você contando a sua história desde criança, adolescente, até os dias de hoje, como é que você viu a sua, a sua história e que que você achou de ter deixado esse registro com a gente?
Olha, eu acho que esse trabalho de vocês, eu acho maravilhoso. eu já tinha te falado isso. Eu acho que a gente, o brasileiro é visto como o brasileiro não tem memória, né? Então, o resgatar isso tudo, eu achei muito agradável, inclusive, conversar com vocês, estou muito à vontade, achei muito legal. E esse resgate que vocês estão tendo com, não só comigo, mas com todos os elementos do Balê do Quarto Centenário, e outras pessoas que não são do balê também, eu acho que isso é um um, umregistro Um resgate da memória muito bonito, muito importante também. Porque a gente percebe que eu morei lá um tempo, que o americano faz questão de segurar as suas as suas memórias, os seus artistas, os seus físicos, os seus cientistas. Então, eles dão muito valor ao que é deles. E a gente parece que vai passando assim, aos trancos e barrancos. E vai, então, eu acho que esse resgate, eu acho, agradeço muito a vocês. Viu. E eu espero que vocês continuem, não só com dança, mas com música, com ator, com o cidadão comum, Alguém tem uma história Tem agora o livro que foi lançado do, desse jornalista, São Paulo Antigo? Como é que chama o Barbeiro
Heródoto Barbeiro. Barbeiro
Ele lançou o livro agora. E ele falou de coisas que eu lembro. Aqueles cinemas da da, da Ipiranga, que não tem mais. Aqueles barrocos, que era um cinemão lindo. As praças, que agora estão todas Mas tem que dar Uma relembrada nisso, isso existiu. Aquela minha filha, quando era pequenininha, que eu dizia, no meu tempo, um dia ela olhou para mim e falou assim, mãe, no seu tempo já tinha luz elétrica? <laughs> Eu falei, gente, no meu tempo já tinha luz elétrica. Porque eu ficava falando no meu tempo. Então, isso que eu acho que é o jovem que acha, que saco, que no meu tempo, no meu tempo. Mas eles vão chegar lá também e vão ver que no tempo deles também era, né, tem coisas para serem lembradas, para serem fixadas e registradas.